Eu gostaria que você falasse o seu nome completo, o local e a data de seu nascimento.

quatro qual o nome dos seus pais? Você lembra também dos seus avós?
Bem, eu pai eu não tive, né? Meu pai, assim, tive e não tive, porque ele me fez, mas eu não fui declarado filho dele, né só? Só fui criado pela minha mãe e meu irmão, né? O qual eu já já ressaltei.

Eu desconheço o nome do meu pai.

E o demais eu não cheguei a conhecê-los. Né até por falta do meu pai também, não não foi presente comigo não.
E qual a atividade profissional, se a sua mãe ainda tem uma atividade profissional? E E será que você lembra da sua avó, o que ela fazia?
Ah, eu me lembro. A minha avó, a gente morava em sítio né, no Nordeste. A minha avó, ela ela... Eu ach eu não lembro dela ter trabalhado, né? Eu ajudava ela nos afazeres. Ela fumava, se eu posso dizer isso, ela fumava cachimbo. Eu ela eu era escolhido para ascender. Então, ali, assim, a memória... Tem muito tempo, né? Ela faleceu. Então, eu tenho uma memória muito vaga dela. Não Não consigo lembrar ela com com muita definição, não. Mas a minha mãe hoje ela não trabalha mais né devido a problema de saúde né. Mas eh assim ela trabalhou muito para para para ajudar a cuiar criar a gente. Né e é isso.
Eu não e qual é a origem da sua família, da sua avó, sua mãe?
Segundo eles contam né, minha avó, se eu não me engano, mais que bisavó, acho que é descendente até de de de de escravos né. Né o pessoal relata lá no Nordeste tinha muito escravo também. Né e eh eh hum Misturado mesmo né, aquela miscigenação mesmo Nordestino com com escravo né. O pessoal lá conta sempre que que tinha ess eh pessoas. Inclusive, eu cheguei a conhecer uma bisavó de um de um primo meu. Ela ela ela era escrava, né? Ela faleceu com mais de cem anos. Aí eu posso dizer com certeza que eu a vi, né? Mas, no no máximo, é isso.
E quantos irmãos você tem?
Ah, tem bastante. <laughs> Você sabe quantos, lembra? <laughs> irmãos é bastante irmãos São sete irmãos.
São homens, mulheres?
São três homens, né? E E mais dois e quatro mulheres. Grande a família. É Imensa.
Você lembra como era a rua e o bairro que você morava na sua Você pode descrever como é?
Lembro, lembro. Assim, por ser um lugar de desprovido de recursos do governo, tanto federal quanto estadual, de terra batida, né? Inclusive foi asfaltado, pavimentado há pouco tempo. E, assim era, foi muito bom. Eu tive uma infância, apesar de humilde, foi uma infância muito muito alegre. Graças a Deus, consegui me diverti bastante. Eh eu tenho relatos muito, lembrança muito boa da minha infância.
O que é que você lembra de bom, assim?
Ah, lembro que a gente jogava muita bola, né? Eu sempre gostei de futebol, né? Eu eu gostava de jogar bola. E lá fazia muito sol, como faz até hoje. Aí quando ia chover, a gente fazia um sol, me lembro, em torno do campo para não chover. Não chovia mesmo, né? <laughs> Mas criança, né? A gente fazia um para não chover, para a gente continuar jogando futebol e. E era era tão bom.
Vocês brincavam na rua?
Jogavam bola na rua é uma cidade tranquila, né? A cidade hoje tem pouco mais de setenta e quatro mil habitantes, não tem a violência que tem aqui nos grandes centros urbanos, né? Uma cidade tranquila, né? Hoje ainda é, né? Mudou um pouco, eh? Tudo muda, né? Estamos no século vinte e um, muitas coisas muda. Até para lá, que é atrasado, muda, né? Então, assim, jogava bola, empinava pipa, né? Brincava de carrinho, fabricava meus próprios carrinho. Minha mãe, por por ser uma pessoa humilde, para sustentar sete filhos não é fácil. E a gente fabricava nosso próprio carrinho. Aqui foi bom, a gente aprendeu muita coisa, né? A gente aprendia, se virava, né? Minha mãe ensinou que não podia dar as coisas, que eu não tinha direito de tirar de ninguém. Isso foi um legado para mim, né? Eu passo para os meus filhos. Eu me virava, dava um jeito. Eu catava latinha, alumínio, vendia. Às vezes comprava uma um carrinho novo. Mas, graças a Deus, nunca precisei de de de pegar nada de ninguém. Isso é um orgulho para mim ter uma mãe que foi um e é né um exemplo de de ser humano para mim.
Você lembra da sua casa, como ela era quando você era pequeno? Eu morei muito de aluguel.
Oi descul eh nós morávamos de aluguel, né?

Minha mãe mora lá, né? Então assim, a gente pagou muito aluguel, não tinha energia elétrica né, não tem recurso. Eh E assim, foi uma si foi vida muito difícil. Eh minha mãe sempre foi esforçada, uma pessoa muito muito guerreira. E depois de minha mãe voltou para essa mesma casa que a gente chegou a primeira vez. Você vê como o destino, como Deus é é maravilhoso, aquele que crê eh. A primeira casa que a gente chegou e foi essa que a gente comprou. Minha mãe comprou, e juntou cada centavo que ela pôde. Né eu era bem criança e ela comprou a A casa toda toda toda destruída né, mas assim, era o nosso lar. E dizem que o lar do homem é o seu castelo e ele era o nosso castelo. Porque a gente não pagava mais E assim, foi maravilhosa. A casa de telha, né? Porque lá ser quente demais, vagem você não aguenta. Assim, casa de telha, quintal imenso para gente brincar. Nossa, ali foi... Foi tudo no momento, assim, sabe? Foi Foi uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Ali foi a o primeiro bem que a gente adquiriu e e um bem que a gente não vai vender nunca para ninguém. Por dinheiro nenhum. Porque aquilo marcou mesmo. Aquela casa foi... E é até hoje a mesma casa.
Qual era a sua brincadeira preferida nesse quintal maravilhoso que você
A gente fazia estrada para passar os carrinhos e. Eu gostava muito dirigir. Eu amo direção. Trabalho em ônibus, que eu amo o que eu faço, né? Por respeito às pessoas, né? Graças a Deus. Não pelo salário que a empresa me paga, mas por respeito. Acho que todo ser humano, dependendo da sua classe social, religião, ela merece respeito. Como filho de Deus, né? Que somos. E assim, fazia estrada de terra. eh e brincava de carro, ficava o dia todo ali, para mim era uma maravilha, além de estudar, né, claro. E eu brincava muito de carrinho na terra, né, e e a aquilo nunca saiu. E eu passo isso para o meu filho, às vezes eu faço no fundo do quintal, para ele brincar também de de carrinho, faço para ele, os carrinhos a gente brinca lá, eu brinco com ele lá, minha mulher fala que eu sou meio bobão ainda e tal, <laughs> mas assim, eu tive uma infância, né meu, eu quero que o meu filho tenha também, né. Embora a evolução da internet, computador eh esteja aí, mas não posso esquecer as minhas raízes.
Além das brincadeiras gostosas que você lembra, e você disse que foi ia à escola já é ia, como era esse cotidiano? Você ia para a escola de manhã, os seus irmãos também?
Eu fugia muito da escola. <laughs> Eu era muito Eu era muito eu era muito ruim de escola. Eu eu tinha raiva de escola, não sei por quê, eu não gostava. Até um dia eu conheci uma uma pessoa que eu não vou tirar nunca da cabeça, uma professora, não creio que ela não possa até não lembrar de mim mais, a professora

Foi quem me alfabetizou. Eu não gostava da escola até o momento que eu conheci esse ser humano, né? Que além de professor, foi humano, né? Não ensinou apenas uma pessoa, né? Ensinou um ser humano a ser uma pessoa melhor. Aí eu fugia pulava muro da escola, eu escondia. Da hora de ir embora, eu eu pegava e ia para casa. Aí minha mãe acabou descobrindo, né? Porque é cidade pequena. Todo mundo conheceu todo mundo e perguntava, o seu filho foi para a escola por quê... A minha mãe, não, ele foi. Chegou aqui tal hora. Mentira, eu tava alí correndo. Aí eu comecei a pegar o gosto pela pelo estudo, né? Embora já um pouco tarde, né? Mas eu eu estudei bastante, porque eu pensava assim eh, a gente mora num lugar humilde, né? Se não tiver estudo, não vai ter nada nunca, né? Se tem, já já é difícil, né? Aí comecei a me esforçar e foi onde eu eu me interessei de verdade pelo estudo. E hoje não posso dizer que eu sou lá Tive lá grandes oportunidades né de fazer uma faculdade, uma coisa, um sonho né, acho que de todos ser humano e comigo não pode ser diferente. Eh eu parei, parei de estudar, mas mas assim, eu gostava, depois passei a ter amor pelo estudo. Respeito pelo professor, eu sempre passo isso para o meu filho, né? Porque o professor, ele merece muito respeito, né? Só pelo salário que ele que ele ganha, né? Meu filho aprende tanto com os professores dele, a minha filha. Nossa, eu eu fiz questão de ir lá na escola eh enaltecer uma professora. Ela chegou numa semana, minha filha não sabia nada. Minha filha passou a aprender coisas que eu chorei de felicidade.
E quando você parou de estudar, você começou a trabalhar ou você foi fazer outra coisa? A minha vida
A a minha vida, assim, eu parei, assim, a eh eu vou te contar agora, começar porque eu vim para cá primeiro, né? Eu Eu ãh eu sofria muito na minha infância também, né? Eu fui feliz, mas sofri muito. Eu sentia muitas dores, né? Pode ver pelos traços do meu rosto. Eu andei em hospitais praticamente a vida inteira. Eu estive em coma já, na minha infância. Eu estive que tomar transfusão de sangue em um lugar onde não tinha recurso nenhum. Ninguém descobria que tipo de problema eu tinha. Né para você ver eu eu Meu irmão veio morar aqui né, os que eu te falei, que é meu pai. e e me trouxe para passar nas clínicas, para saber o que era que eu tinha, porque eu não podia tomar chuva, eu não podia tomar friagem, eu não podia sair na na chuva, todo mundo brincando na chuva, e eu não podia, porque eu adoecia, eu passava praticamente a vida inteira em hospitais, já tive inflamação no baço por causa dessa anemia, que depois eu descobri que era uma anemia aceleração do coração, vim embora para cá, vim embora para cá, eu estudava ainda, né, para fazer um tratamento de seis meses, Um ano, depois eu volto para lá, que eu não gostava daqui, né? Porque eu via aqui tudo violento, via no jornal. Eu sempre gostei de assistir jornal, via só violência. São Paulo matou tantos. Eu falava, não vou ficar lá nunca.

Lá era mais

Eh eu comecei eu entrei em uma empresa de ônibus de lá. Conheci a minha esposa e o sonho de voltar não ficou para depois.
E voltando um pouquinho na sua história que você está que você está comentando, você tinha amigos que brincavam na rua também? Quando você virou adolescente, você tinha amigos mesmo com essa doença? Você podia sair?
Como é que era era essa fase de adolescência? Eu tinha tinha na Fan na adolescência também. por mais mais eh adolescente que fosse, a gente brincava de de pique-esconde, que chama aqui, né? A gente corria a cidade toda, era tão bom, não tinha muita violência né, não tinha não tinha tráfico, não tinha droga né, que a droga destrói qualquer sociedade, entendeu? E não tinha não tinha bagunça nenhuma, então a gente brincava eh, eu acho que eu eu até os vinte anos eu ainda fiquei lá, né? Depois eu vim para cá, até os vinte anos eu me lembro que eu ficava na esquina até bem tarde, conversando, falando sobre futebol, né? Lá eu torço pro Bahia e eu ficava <laughs> a gente ficava na esquina conversando bastante sobre futebol, sobre sobre paquera também, né, meu? Eu sou adolescente, fui né como homem. Lá tem muita festa, igual todo mundo sabe, né? Muito carnaval. Lá, lá o povo não para nunca. São os trezentos sessenta di sessenta e Cinco dias de festa mesmo. E lá tinha um carnaval onde eu morava muito bom. Eu curtia na época, hoje não, né? Hoje está servindo a Jesus de uma forma diferente, eu não eu não frequento mais festas mundanas. Também não condeno ninguém por isso, não sou Deus. E assim, era uma inf uma adolescência muito boa, minha adolescência foi muito boa. Só isso era o problema da minha doença, que atacava e ninguém descobria, né? Foi o que me trouxe aqui. Eu às vezes eu fico, não me lamentando, né? Eu fico pensando assim, poxa vida, eu eu voltei lá, depois vi meus amigos tudo de novo, Queria tanto não ter vindo aqui. Já vou começar, está vendo. Porque eu lembro do meu filho, né?
Não aguento. E E os seus amigos que te lembram, né? Uma situação assim difícil, mas sempre você lembra uma situação de alegria, né? É É. Mas essa sua doença te impedia de sair, não? Você conseguia Às vezes me impedia e a Às vezes você Depois você conseguia retomar os
Ficar assim mesmo, chorando?
Claro! <laughs> Como você quiser.
Eu não não não bebia, né? Hum Nunca nunca pude beber. Eh Mas eu saía com meus colegas, ia para para várias cidades do interior, a gente se divertia bastante, né? Formamos um grupo lá, né? De de jovens. Eles brigava, né? E Eu, meio bobo, entrava na briga às vezes. Eh Fui detido uma vez por estar brigando. Minha mãe, minha família, bem conhecida, não não aceitava esse tipo de coisa, né? porque minha família de pessoas, eh professor, né, tem tia que que fez, eh eh hoje ela é diretora de escola, né, de formação, de princípios, né, jamais por um sobrinho detido, por quem quer que seja. Quando eu você vê que o atraso é tanto furei a orelha, aos dezesete anos, minha família quase me põe fora de casa. <laughs> Você vê assim, assim, eh assim eh eh são pessoas muito, muito disciplinar, né? E eu brincava muito. Eu eu saía para para vários trio elétrico, várias cidades. Minha mãe a preocupação dela era essa, porque a gente estava sempre arrumando confusão, né? Sei lá o que é que tinha na cabeça. <laughs> <laughs> Não tinha nada. <laughs> Para ficar brigando, né? Depois eu raciocinava como o ser humano que sou. Falei Meu Deus, não sou bicho, né? As Por que eu vou brigar, né né? Não tinha necessidade de estar brigando. Aí Eu desisti de andar com eles, porque eles brigavam e eu não.
Mas vocês continuam jogando futebol, que você gostava tanto?
Hoje eu não posso mais.
Mas naquela época, com seus amigos, naquela época
Ainda jogavam era uma maravilha, nossa! Quando jovem? Todos os dias, todos os dias pela manhã, a gente jogava futebol.
E como é que vocês se vestiam?

Como é que era a moda lá na sua cidade, naquela época?
A gente, você vê aqui, o pessoal não tem tanto esse fascínio. Lá o pessoal gosta muito de roupa de etiqueta. Eu nunca vi. A gente trabalha para comprar roupa de marca. A gente trabalhava para comprar roupa cara, só para ficar, sabe? E e a Era status. Quem tinha uma roupa, é como celular. Quando chegou o celular, né? Aquele tijolo daquele tamanho era status, né? E a E a gente trabalhava só para quem tinha a melhor roupa do bairro. Num bairro não se dava com o outro. Assim era uma uma Era uma era umas diferenças, mas é umas coisas gostosas. Era tão bom. Nossa, e quando eu lembro, eu fico tão...
E entre essas boas lembranças de ficar bonito, comprar essas roupas, as paqueras, como foi a primeira namorada? Você quer contar disso? Como é que foi?
Esposa não gostava muito, <laughs> mas eu tive uma primeira namorada, hoje eu acho que ela não lembra de mim mais também, tem tanto tempo.

Assim, eu não saía muito, então depois que eu comecei a adoecer de demais, a doença começou a atacar muito e eu não sabia.

Ela ela ficava, às vezes não podia sair, e ela ficava comigo né. Né e logo depois, eu eu acho que eu fiquei seis meses só com ela. Depois eu vim embora para cá, não tive mais contato com ela né. Foi logo depois que eu conheci a minha atual esposa né. Aí, assim, eu não namorei muito, não falar, não vou ser hipócrita e querer me crescer agora e dizer que tive vários namoradas, não tive, não.
E como eh você conheceu a sua esposa aqui a em minha São Paulo?
foi interessante. Foi ela que me conheceu, eu nem queria saber dela, <laughs> para ser sincero. Assim, mas ela é ela é ela é uma dádiva. Aí eu Eu morava próximo a ela, né? Trabalho na empresa de ônibus, né? Cobrador tem uma fama ruim, você nem imagina. Pessoal fala que é namorador. Minha sogra não queria saber. Eu usava brinco e era cobrador. A A minha sogra ih chamou meu cunhado né, meu cunhado grande e eu pequenininho. <laughs> Aí e falou que ia chamar meu cunhado, meu cunhado mora aqui há muito tempo, para conversar comigo, né? me a me Morar com meus irmãos, né? Tinha irmãos aqui, que foi até embora. E ela levava janta para mim no ponto, aí começou a pegar aquele interesse por mim. Eu não tinha interesse nenhum nela não, porque tinha muitas outras, né? Vou querer não aí só que eu me apeguei a ela. Eu acho que Deus né me Eu tenho certeza Deus prepara as pessoas certas para a gente. A gente só tem aquilo que merece. E aí eu eu passei a namorar com ela, e e a de família séria, como eu te falei, minha sogra mineira, uma pessoa muito séria né, de boa índole né, nós não se dava bem depois né pau, brigava para caramba, <laughs> mas sempre foi uma pessoa boa. Aí comecei a levar a sério né, deixei as outras para lá, e veio o nosso primeiro filho né, o Igor, nossa, ali foi uma felicidade que eu não sei, é inarravel a felicidade de ter nascido meu filho, foi maravilhoso.
E vocês foram morar juntos quando quando nasceu o filho, foi antes?
Como foi isso? Não tinha Eira nem beira, eu não eu solteiro né, eu tinha só hum salário só para gastar, não tinha nada, não tinha uma casa, não tinha nada, eu tinha acabado de chegar né, eu tinha pouco tempo que estava aqui né. E eu tinha intuito de ir embora, depois eu descobri que ela estava grávida né. E a minha mãe me ensinou a ser homem né, independente do meu tamanho meu caráter, não pode ser medido pelo meu tamanho. Aí também a pressão da família também né, meu meu cunhado, minha sogra foi assim. Eh e aí eu aluguei uma casa e a gente foi comprando. Eu já tinha assim Eu sempre fui eh eh eh eh eh como é que diz fui preocupado com as minhas coisas. Comprei guardava na casa de de um conhecido, um colega meu né. Guardei televisão, tinha som, na época videocassete né, eh uma beliche, eu tinha Tê Vê e uma geladeira. Eu só sou pequeno, mas geladeira é imensa né. Não sei para quê até hoje eu me arrependo de ter comprado ela. <laughs> Aí Eh eu já tinha minhas coisas, só não tinha uma casa. Aí peguei ela e a gente foi morar junto, né? Eh a gente começou foi morar junto, nasceu meu filho, a gente ficou um tempo. Né aí a gente separava muito, brigava muito, sei lá. Acho que imaturidade né, tanto dela quanto minha, né? Eu nunca, poxa, nunca não vim com intenção de morar com ninguém né. Nem sabia o que era... pôr um anel no dedo e eu era sempre... e eu eu era eu era... sei lá eu... minha cultura era outra, né? Eu morava num lugar atrasado, né? Aqui todo mundo... que quando tem uma coisa lá, quando vai aparecer, que já não presta mais, já não serve, né? Então, assim, aí a gente começou a ficar junto e nunca chegamos a casar, né? De fato, a gente não é nem casado, né? Isso a igreja até já me cobrou, Deus me cobrou, né? Eu estou procurando regularizar essa situação. Aí veio o segundo filho e a gente só separando, né? Só separando e por aí vai. eh e E eu estou feliz com ela A gente briga muito, <laughs> mas que eu gosto muito dela.
Voltando um pouquinho, que você disse que veio para São Paulo para fazer um tratamento. É É. Você quer falar um pouquinho como é que foi, que você conseguiu se curando, como foi esse tratamento?
Olha, bem, esse tratamento, ele nunca aconteceu. Ele está acontecendo nesse momento. Ele está acontecendo agora.
E por que é que não aconteceu antes?
Porque é incrível que lá, por ser tão quente né, eu sentia dores direto, só andava doente. Aqui eu não sentia nada. Eu não senti nada morando aqui. Eu achava estranho, nunca tinha ido no hospital. Minha mãe ligava, né? Pessoas achavam que eu até tinha morrido. Porque eu fiquei acho que seis anos sem ir lá, né? E eu não sentia dor nenhuma. E Só depois de um tempo que eu né comecei a sentir de novo as dores, né? Aí foi que eu que eu comecei a procurar um tratamento. Aí eu deixei de mão o tratamento, né? Quando eu cheguei, eu também não procurei mais tratamento. Ah não vou procurar mais, estou bem, graças a Deus, né? Eu não procurava Deus, não procurava nada. Era bem à toa mesmo. Aí, em dois mil e e três, eu passei mal na empresa em que eu trabalho né, inclusive eu estou afastado. Eu desmaiei dentro da empresa e o médico pediu um um teste né no meu sangue e deu eh anemia fosforme né, formação dos glóbulos vermelhos né, eu tenho mais branco. Aí nisso, não acha lugar onde eu moro, é muito desprovido de de de saúde. Onde você vai, o pessoal sempre diz né que faz parte. Eu fui em em em no Hospital São Paulo para tratar anemia né. A empresa praticamente ela ela ela me jogou fora porque não me deu não me disse uma direção para onde eu tinha que ir. O médico simplesmente disse que a partir de hoje eu fazia parte do quadro i êne ésse ésse que eu ia ter que me virar. Eu fui no Hospital São Paulo, ah mo on onde você mora, a região não faz parte daqui. Eu fui em vários hospitais, não fazia parte, em lugar nenhum. Falei poxa Então, eu vou voltar para a minha terra né, vou vou acabar morrendo, porque eh eu ficava com medo de virar uma leucemia né, via tantos casos. E eu consegui um ser humano que nunca tinha me visto.

Se o traço fazia o estrago que fazia, imagina se fosse a anemia. Acho que eu já tinha falecido, né?

Tomou sangue esses dias, teve que fazer transfusão. Porque ela ataca, ela dói muito. Ela dói todos os órgãos que você pensasse. o coração. É uma dor terrível, é terrível. Eu fico trinta, quarenta dias na cama com muita dor. Tomo remédio forte, né? Essa essa anemia já me ocasionou problema no baço. cálculo renal, eu sofri muito com dor nos rins. Aí, melhorei da anemia, fui sair do da faculdade, porque na faculdade não podia costear os exames, né, que é um tratamento para o resto da vida. Lá é costeada pelo município e onde eu moro ainda faz parte de São Paulo, não é mu interior. Aí eu também não procurei mais tratamento. humm Nesse nesse período deu problema de coluna. Eu tive infecção pulmonar. Fiquei com sequela no pulmão esquerdo. Eu eu perdi quase o pulmão todo. Só tenho praticamente o pulmão direito. Respiro com muita dificuldade, não posso tomar frio. Né e Estou afastado há quatro anos. A Previdência não aceita que eu não faço nada. O médico falou para mim. Só não falou com essas palavras, né? Me chamou de vagabundo quase, né? Eu não sei se eles ganham alguma coisa para isso, né? E E eu não eles querem que eu volte a trabalhar. E eh eu Eu sinto que a coluna eu ainda dou um jeito, mas o pulmão eu passo mal. A anemia eu estou tratando nas todas as clínicas, né? Inclusive eu tenho consulta lá, fiz novos exames para fazer um acompanhamento, né? Para Para tomar remédio todos os dias, né? Todos os dias tem que tomar remédio. Comer coisas que eu não gosto. Fígado cru, eh eh tomo eh beterraba com laranja, porque se eu não tomar, eu começo a sentir dores nas articulações, aí pronto. Se eu se eu fizer um esforço a mais, a anemia acelera a o a passagem do sangue, não consigo, aí começa a doer, aí eu fico internado. Trinta dias, quarenta dias com muita dor. Eu já cheguei a pedir a Deus quando não tinha entendimen conhecimento dele para morrer, que eu não aguentava de de muita dor, muita dor.
E mesmo assim, você disse que teve dois filhos, mas não são só dois?
Não, são quatro filhos. Vai chegar neles, né? Eh da terceira Do terceiro filho em diante, tem o mesmo traço que eu tenho. Ah sim

Os outros não têm né. E assim, para eles não sentir o que eu sinto, apesar que o meu filho mais novo. Eu acho que se eu sentisse metade do que ele sente, para mim hoje seria um alento. Eu já pedi muito a Deus para tirar as dores dele. Não aguento falar dele.
Se não quiser falar, você não precisa falar. Mas ele está em tratamento, né? Está
Está em

Ele ficou um ano internado, entre a vida e a morte.
<cries> Não aguento. E você... na para você ter filhos mudou muito? Porque ter filhos muda muito a vida da gente, mudou

Eu era uma pessoa muito à toa Né hmm trocava minha mulher tão fácil. Foi a única pessoa que quando eu me afastei não me deu as costas. Eu tava com depressão profunda, né? Porque eu trabalhava né, eu via pessoas. e de uma hora para outra todo mundo me abandonou. A empresa me abandonou, meus colegas de serviço não iam na minha casa, eu não saía na rua, eu não atendia telefone com medo, eu não saía, eu ficava mais de seis sem pôr o... eu ficava cego, não enxergava direito, assim, a depressão, vontade de morrer, separado da minha mulher, né? E vontade de sumir no mundo, sabe assim? Foi uma um um uma um período muito ruim da minha vida, né? Embora, eu te conto que foi revelado a mim, né? A pessoa não falou igreja, né? Se eu só posso estar falando disso.

Posso contar isso também? Que você quiser. Eh fica à vontade Em dois mil e três, é dois mil e três entrou um senhor de uma determinada religião e falou que o senhor tinha o Senhor Deus, tinha um propósito na minha vida, que eu buscasse a Deus. E só que eu é muita toa, né? Muita mulher com, sem banalizar as mulheres, claro. Eh hum Muita vida fácil, muita gandaia. Separei da minha mulher a minha filha de quatro meses. Tinha acabado de nascer, abandonei. Não ia visitar. Ela não me, quando me via, corria. Era um estranho, né? Igual o meu pai. Nunca me deu amor. Nunca vou lembrar de uma pessoa assim nè? Aí, não fui para a igreja. Veio mais de uma senhora. Na ponta do, eu não esqueço essas pessoas nunca. E falou que o Senhor tem uma obra na minha vida, que eu buscasse a Deus, né? Inclusive Em Isaías cinquenta e cinco, seis, fala buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E eu não buscava nem invocava coisa nenhuma. O mundo me fascinava mais. Aí, nisso, veio uma outra moça, essa mais bonita. Eu acho que Deus, <laughs> vou botar uma moça bonita. Quem sabe ele dá mais atenção. Porque não dá mais atenção <laughs> aos idosos, né? É uma Eu não vou esquecer dela. Ela é muito bonita, com a camisa de um de um banco, né? Ela estagiava num determinado banco. Aí, ela pediu para falar comigo. Falei, opa, aí é comigo mesmo. Bonita, né? Aí, ela falou assim que o senhor tinha mandado outras pessoas me dizer umas coisas. Eu, até então, não acreditava, né?

e que Deus tinha um plano na minha vida e que não ia desistir de mim. Que já não era de agora que Deus tinha obra na minha vida, e era de fato. Eu já sofri eu já sofri muito na minha infância. Eu tomei transfusão de sangue né, fiz transfusão de sangue. Eu entrei em coma e vivi.

A instituição de caridade ela até falecida, né? Eu fiquei entre a vida e a morte, todo inchado, todo mundo achava que eu ia morrer. Já tinham preparado até velório, estava tudo certo já. Era Era uma vizinha lá, falou, pode preparar, não tinha mais jeito. Todo mundo via, a medicina lá atrasada, né? Eu todo inchado. Falei, vou morrer. Fui para lá, mas a fé em Deus era era era e é. Bem maior do que qualquer coisa que o homem possa te dizer. E, nisso, eu saí, voltei. As pessoas não acreditavam. Poxa, esse cara ainda está vivo. Ninguém dizia que eu ia viver, né? Porque Mas, assim, eu lembrava que tinha um Deus maravilhoso que me amava. Só que eu não sabia buscar Deus. Eu ia para uma determinada religião, que eu não vou citar, que eu não sou Deus, não compete a mim. Eu entrava vazio e saía mais vazio. Poxa, vou para a igreja? Não me sinto bem. Ela falou que Jesus ia me pegar e eu passar por um momento de grande aperto. Quando eu lembrasse o nome dele, ele ia me mostrar uma luz. E ainda que eu não fosse pelo amor, eu iria pela dor. E ainda que eu não fosse pela dor, ia tocar em alguém que eu tanto amo. Eu conversei com... Fiquei, ficou na cabeça. Ela falou assim, eu vou descer aqui, mas você não vai esquecer do que eu estou dizendo, que não são minhas. São do Espírito Santo de Deus. Falei assim, ah tá bom. Pensei que ela ia querer a mim, né né? Falar de Deus. <laughs> <laughs> Não dei muita importância, não. <laughs> Convesei com o evangélico, né? Expliquei para ele. Falou, nada, isso é mentira. Isso aí é Todo mundo fala para qualquer um, faz curso bíblico, né?

Mas como ela ia saber meu passado? Se ela nunca tinha me visto, né? presente, você pode até tentar adivinhar, é igual adivinho, ele diz dez coisas, se ele acertar uma, beleza, <laughs> ele já disse dez mesmo, né? Mãe não sei quantas, pai não sei das quantas, né? Aí nisso eu te falo que passado um tempo,

Quando ele passou na catraca, meu coração disparou. Ele bem arrumado, branco, né? Geralmente a gente pensa que a pessoa de cor é quem vai te assaltar.

Era hipocrisia pensar assim. Eu vi um coração, aquela aquele aquela ansiedade, o coração disparado, disparado, disparado. E não queria parar mais. Falei, vou morrer. Pensei que tava tendo um infarto, né?

Entrou um motorista por trás, sentou do meu lado.

E vai acontecer alguma coisa que meu coração num tá disparado. Ele falou, ah, não é nada, cara, é impressão. Eu falei, não, pô é verdade.

Foi um assalto muito, muito... Eu sofri quinze assaltos já, trabalhando em ônibus. Fui chamado de vagabundo, tomei tapa na cara. Mas esse foi o pior, porque eu vi a arma, mas não vi os tiros saírem. Dessa vez, o tiro saiu. Quando ele mandou levantar a catraca, eu fui para o para a porta de trás, né? Para tentar correr, né? Eu vou ficar bem longe dele. Só que o ônibus tem um sistema que a porta só abre se estiver parado. E o movimento não abre. Nem que eu tentasse arrebentar. Eu vou pular e vou cair fora. Quando ele deu o primeiro tiro, ele gritou o meu nome né, bem aliás me chamou de cobrador, vem aqui, queria o dinheiro que ele já vinha me ganhando desde longe né. Eu tinha bastante dinheiro, mas no cofre, se eu não pôr no cofre, a empresa me manda embora né. Eu pensava nos meus filhos, pô vou morrer, mas pelo menos pago a indenização para os meus filhos né. Minha mulher fica amparada, meus filhos não ficam desamparados, eu vou perder meu emprego um emprego difícil né. A gente vê todo dia um milhão e quinhentas mil pessoas desempregadas em São Paulo, aquilo dá um temor terrível. Eu morro, mas não não fico com o dinheiro, é o que eu pensava. Aí ele pediu para abrir o cofre. Como que eu vou abrir cofre se eu não tenho a chave? Eu falei para ele, eu não tenho a chave. A chave fica em poder da empresa. Ele deu mais um tiro. Aí me assustava. E nisso uma moça acordou, né, assustada. Tinha passado do ponto. E e disse a ele que eu tinha a chave do cofre. Ele acreditou nela. E deu mais um tiro, né, apavorado. Deu mais um tiro para abrir o cofre. Não conseguiu abrir o cofre. Ele engatilhou o revólver na minha cabeça. E ele falou que o quarto tiro era em mim se eu não abrisse. Só que no desespero eu tentei arrancar um ferro para abrir. Como que eu ia abrir? Não ia abrir nunca. Não abrir Queria morrer e não abrir. Quando eu lembrei, <laughs> quando eu lembrei das palavras da da moça né, eu lembrei e falei, caramba, a moça falou que Jesus tinha uma obra na minha vida. Quando eu invocasse ele, ele ia me mostrar uma luz. Aí no meu íntimo né, eu pensei assim, longe da minha mulher, dos meus filhos, não tinham pequeno ainda né, da minha mãe, falei, meu Deus, se tem uma obra na minha vida né, não deixa eu morrer sem ver minha mãe. Não deixa eu morrer sem ver minha mãe. Pô, eu não fiz nada para ele. Por que eu vou morrer? Falei um Eu pensava comigo. Eu não Nã não aceito morrer, não. Aceito morrer porque eu não fiz nada para ele. Eu vou morrer, né? Sem ver minha mãe, sem ver meus filhos. Nisso, Jesus foi maravilhoso. Tinha um um carro parado com giroflex ligado, igual da polícia. Não era a polícia. Falei, a Luz, fiquei todo contente. O motorista gritou, vou jogar em cima do carro, é a polícia, é a polícia, é a polícia. Ele Ele correu para o fundo né, eu corri para a frente, passei de morrer duas vezes. Porque eu corri para a porta e eu abre, abre, abre, abre abre porque para eu descer né, com medo dele me dar um tiro né. Né aí ele, não, se abrir, eu mato todo mundo, mato todo mundo, mata todo mundo, como só tinha duas balas, eu tava contando, né? Só tinha duas balas. Nisso, o motorista abriu a porta e eu saí gritando desesperado, meia noite, que era um assalto, era um assalto, é um assalto. Mas um assalto, não expliquei aonde, né? O pessoal era do Dê erre, correu para dentro do mato. Aí eu fiquei doido, corri também atrás deles, né? Ele falou assim, se você não tá assaltando a gente? Eu falei, não, eu estou correndo <laughs> do assalto dentro do ônibus. <laughs> Falei assim, se não fosse trágico, <laughs> seria cômico, né? Ele falou eu falei assim, não, cara, o cara está assaltando lá dentro do ônibus, quase me mata. Olhe lá, aí o cara pegou um refém, né, com medo, pensou que era a polícia. Botou o revólver na cabeça dele e falou para o motorista abrir a porta. O motorista não queria abrir a porta. Ele abre, abre e o moto e o passageiro tremia. E o cara abriu a porta e o cara fugiu, levou o bilhete, meu que a empresa é de bilhete. Levou o dinheiro, tinha que pagar né acima do limite que a empresa determina. Paguei oito reais na E, nisso, eu fiquei lembrando né que se eu invocasse o nome do Senhor, Ele ia me mostrar uma luz e, de fato, Jesus me mostrou uma luz. Só que, o pior de tudo, ainda estava por vir. Não tinha vindo ainda. Eu tratei de voltar para a igreja né. Fui numa igreja, fiz curso para determinada coisa, só que aí eu não estava acontecendo nada. Voltei com minha mulher né, a depressão foi embora. Eu minha esposa estava grávida, os exames não deram nada, meu filho nasceu. Eh tenho até foto dele novinho, não chorava, não reclamava. Falei, não existe uma criança não chora, não reclama, tem que chacoalhar para ele chorar. Aí nisso eu te falo que veio a segunda provação, de que eu ia passar e era mais dura e a mais difícil, e não impossível às ordens de Deus, porque Deus pode tudo. Eu viajei para a Bahia né com as minhas duas filhas, fui para a praia, um monte de lugar, tudo feliz, sabe? Aquela felicidade. A minha família, né? É minhas raízes. Não vou esquecer nunca que sou de lá. Muitos não gostam porque eu sou nordestino, falo feio assim, todo mundo fala que eu tenho uma dicção péssima, né? Mas eu acho que eu sou filho de Deus, também Deus me quer assim.

Aí fez um uma tomo né na Santa Casa, aí deu hidrocefalia. Ali foi um balde de água fria na minha vida.

Aí eu falei assim, ah tá bom, agora eu tem o dreno né, vai dar mais problema. Então, era conversa da mulher. Jesus falou que me queria lá e eu tinha que ir para a igreja, não importa qual. Nisso a válvula travou. Deu meningite. Meu filho foi para lá de novo. Passava um mês e eu pensava que ele ia voltar. Dois e não voltava. Três, quatro... Um ano.
Você quer beber um pouco de água? Vou tentar pausar um Podemos? Tá tudo bem?
Eu vou retomar.
Tá bom. Eh

Falo sim. Fica à vontade. Então

Não arredava o pé, não deixava ninguém, só ela. A minha sogra tentou trocar, não conseguia. Eu fui pai e mãe dos meus filhos durante um ano. onde foi um aprendizado muito grande, de uma forma diferente né, mais dura né, já que Jesus tinha dito para mim que se eu tivesse ido para os caminhos dEle, não teria passado por isso. Né tive que passar a provação pela dor. Eu tive que esperar que o Senhor tocasse em alguém que eu tanto ame. imaginando eu que seria a minha mãe, né? Ah a mãe dele tá longe, ele ama, mas não né eu vou tocar no filho. Aí assim, eh meu filho tinha mais quatro crianças com o mesmo problema dele. Eu acompanhei, essas crianças faleceram, né? Faleceram do mesmo problema dele. E assim, eu eu tinha aquela certeza de que Deus não pôs o meu filho à à toa. para sofrer, porque a Bíblia me conta que um filho não paga por um pai, um pai não paga por um filho. Se eu tenho alguma coisa quem tinha que pagar, sou eu, e não meu filho, né? Nisso, ele ele ele não tinha acabado ainda, sabe? Ele ele A válvula travou de novo, a segunda válvula. Eh Os médicos sentiram muito, porque já tratavam dele há muito tempo, né?

E as enfermeiras, todas elas, Todos eles amam o meu filho. Tinha um carinho muito especial por ele.

Ele praticamente morou lá, né? Então, assim, ele ele pôs a terceira válvula e eu não ia para a igreja. dura, né? Descia em estações erradas.

Eu olhava não era aqui. Eu eu me me meti no mundo da bebida. Bebia para para tentar eh me livrar disso. Só que não dá para se livrar, né? Eu descia em estação errada.

Eu caí da plataforma, eu bati a cabeça.

Eu não vi mais nada, só vi a hora que eu caí. Só lembro que eu eu subi e escorreguei da do degrau e bati a cabeça, não vi mais nada. Aí depois vim embora e fui passar assim eh. Muitas pessoas da minha família, em que eu ressalto sempre, como minha sogra me ajudou muito, sabe?

Isso, ele pôs a terceira válvula. Aí eu cansei de sofrer, sabe? Eu cansei de bater a cara na porta e ninguém abrir. Eu não encontrava uma pessoa que me dissesse uma palavra, que me dissesse que eu que eu tinha que procurar a Deus mesmo, né? E eu cansado de sofrer, o meu filho foi fazer mais uma cirurgia, só que ele já tinha feito tanta cirurgia na cabeça, todo drenado. Vai, eu de novo. Todo A cabeça puxando um líquido imundo que saia da cabeça dele, um líquido sujo, você precisava ver. Meu filho foi resgatado do lodo, sabe? Assim, a gente via ele num leito, ela ligou que para eu correr e corre que ele, tá dessa vez, ele <cries> vai morrer mesmo. Ele tava inchou. Eu falei <cries> Perdi meu filho. Eu não tava preparado para ter um filho especial, mas também não tava preparado para perder, né? Já que Deus já havia me dito que se eu buscasse a ele, meu filho ia ser vitorioso.

que ele ia morrer. Eu disse não. Deus falou que ele não ia morrer. Então, não pode deixar ele morrer. Orei a Deus. Um dia eu encontrei um ser humano maravilhoso que me me levou me levou uma igreja. Eu comecei a me humilhar, a pedir a Deus que me fizesse uma obra na vida do meu filho. <cries> Que ele trocasse de vida comigo. <cries> Eu estava velho mesmo né. Deixa eu morrer e meu filho <cries> Não, está bom. Tá Não é não era assim né que Deus tinha na minha vida. <cries> Eu pedia a Deus com muita fé, resgatasse meu filho. <cries> Eu já não tava aguentando mais, sabe? Uhum Eu era sozinho na minha casa, quase ninguém ia me visitar. Só tinha eu e meus filhos. Ficava até tarde acordado. A companhia de energia cortou minha luz. Eu não tinha salário, o i êne ésse ésse não me pagava, a empresa não me ajudou em nada. E eu fiquei no escuro trinta dias. Acendia fogo à noite dentro de casa. para para ver meus filhos. Foi uma luta muito grande, sabe? Não tinha o que comer. Eu cansei de dar, no café da manhã, arroz e feijão para os meus filhos, porque nós não tínhamos o que comer. E assim, foi uma situação muito dura. Né assim Não podia trabalhar, porque eu não podia deixar os outros. <sniffs> Não tinha com quem tomasse conta. <sniffs> Não podia abandonar meus filhos também. E a gente passou muita necessidade. Muita gente ajudou. Até hoje, às vezes, eu ainda passo, né? Tem dia que às vezes eu não tenho café da manhã. Eu Hoje, deixando meu orgulho de lado um pouco, eu às vezes eu vejo uma latinha eh reciclável eu pego. Não só por pelo meio ambiente, por necessidade mesmo. Venda às vezes, não tem nada para comer. <sniffs> e às vezes, assim, é muito chato ser todo mundo saber que você precisa. E e você estar ter que estar pedindo às pessoas sempre, né? É muito ruim você <sniffs> ficar pedindo nas pessoas. A gente sabe que as pessoas não tem obrigação de estar me ajudando sempre, né? Eu tenho que dar um jeito. Aí eu Minha mulher também, meus filhos, a minha irmã. A gente cata latinha, e eu pego vendo, dá cinco, seis reais. <sniffs> Eu compro pão dos meus filhos. Hoje eu Hoje, para gastar um real, eu penso dez Vezes <sniffs> porque eu já passei muita dificuldade mesmo. Assim vê às vezes eu ia para o i êne ésse ésse, tinha que ir de chegar rápido. Eu ia de ônibus, que eu não pago condução, de ônibus. Para deixar uns dois e trinta para mim comprar pão. Porque eu sabia que meus filhos estavam em casa precisando do pão.

Sempre tinha alguém que que via minha minha meu sofrimento assim. Se se meu filho sofreu, eu sofri muito também, porque eu via ele, né?
E hoje ele está em casa, e e quantos anos têm os seus filhos? E como ele ele se salvou dessa fase difícil? Porque hoje ele já tá em casa é Ele já né tá em casa, é. Com quantos anos? E os irmãos
Ele ele Eu orei, como eu te falei, na semana duas semanas depois o meu filho Jesus tinha um propósito e Jesus não é mentiroso, não falha. Meu filho voltou para casa, minha mulher ligou. Está de alta, nós vamos embora. Sabe, você, poxa, ganhei na loto, você acha que eu ganhei quanto? Porque não tem preço. Meu filho tinha um ano internado, saiu. <sniffs>

E aí ele se tornou o xodó da família, mesmo especial né. Eu aprendi que ele não é diferente de ninguém. Né não é de vidro, não é de ferro, tem coração como toda criança né, merece uma atenção maior. Eles todos têm um carinho por ele, toda a minha família, sabe sem exceção de pessoas né.

Me ajuda a tomar conta dele, segura no colo, às vezes briga, O negócio que ele ele quer ficar em pé e não pode, né?

é querendo levantar e ela não quer que para ele não cair, para ele não não passar mal.

Quer mais é brincar mesmo, né? Quer ir para a rua, empinar pipa, jogar bolinha de gude, jogar bola, né? Estudar. Graças a Deus eles eles são muito delicados ao estudo, têm muito respeito pelos professores dele. pelos professores, eu sempre ensinei isso a eles, que tem que ter respeito para se chegar alguma coisa na vida, por qualquer pessoa né, independente de quem seja, a gente tem que ter um respeito né. Ele respeita, adora os professores né, todos eles que passam, sempre me encontra eles falam, às vezes eles estão danados né, porque como criança né não é fácil, mas ele tem um aprendizado muito bom. O professor fala que ele ele, e eu vejo também, que eu acompanho o estudo dos meus filhos né, que eu quero que eles sejam alguém na vida né, alguém que estudo, um propósito de vida.

Ele pula do colo da gente, se você deixar ele cai, né? Troca os horários para dormir, né? Ah ah Ele enxerga pouco, e acorda de madrugada achando que é dia. E eu tenho que levantar com ele, sentar e assistir programa que eu nem gosto, mas tem que <laughs> assistir porque ele não dorme, e assim, tem dia que me falta paciência. Eu sei que ele não tem culpa. Aí eu oro a Deus para me dar paciência, para cuidar melhor do meu filho né, para para Deus me dar força, porque olha eu vou falar uma coisa, não é fácil né, só quem tem sabe o que é né. Eu não sei o que Deus tem para me cobrar depois pelo meu filho ser assim.
E você consegue brincar com seus filhos hoje? Como é seu Porque você está contando né é algumas alegrias na casa, seu quintalzinho de hoje é, com esse filho mais novo e com os outros maiores. Também dá tempo de você brincar, jogar aquela bola que você gosta?
Tempo. Hoje, apesar ah de eu estar afastado, me sobrou tempo. Eu não tinha tempo para os meus filhos quando eu trabalhava. Eu trabalhava sempre, não tinha domingo, não tinha nada. Eu trabalhava às vezes tinha que fazer hora extra pela manhã não vinha em casa né eh. Eu chegava e estavam dormindo. Chegava para dormir, que eles estavam na escola aí. Então, assim, agora não. Agora a gente tem bicicleta né e.

<laughs> Aprendeu sozinha a rodar bicicleta. Ela aprendeu sozinha, você acredita? Eu fiquei tão contente. Ela ela é esforçada. Ela, pai, vamos para a rua rodar bicicleta sabe.

E e eu quero jogar bola e eu não consigo mais correr tanto, né? Por causa do meu problema no pulmão. Mas eu me esforço, né? Faço, tiro forças para para fazer meus filhos felizes, né?

Piorou, porque antes eu ainda ficava ensinando e agora não. Ela aprende e vai embora, né?

Inclusive, eles ficaram dormindo, queriam vim comigo. Não deu para vim, né? Eu tenho bastante tempo com meus filhos. Eu aprendi a valorizar cada minuto ao lado deles sabe. Eles assim são são muito importantes para mim.
Eles é e como foi que você foi parar na empresa de transportes, que você virou cobrador naquela época?
Primeira vez foi foi assim por obrigação assim. E eu precisava de um emprego. Né cheguei aqui, não tinha nada, não fazia nada né. Eu sempre procurei um emprego. Né eu ia fazer um tratamento precisava trabalhar para ter alguma renda, né? Para poder, quando eu ir embora, eu ter um dinheiro, alguma coisa. Aí eu entrei, mandei um currículo nessa primeira empresa, né?

Eu consegui, graças a Deus, né? Através de uma pessoa que eu também não posso esquecer, né? Um ex-motorista, né?

Eu entrei na empresa Gostei de de de de estar com as pessoas, de ajudar alguém numa na passar na catraca com uma com uma com uma sacola, <sniffs> ajudar uma gestante a a a embarcar, um idoso, sabe assim? Eu era muito bruto também, não vou falar para você, às vezes uma ignorância, falta de de de preparo, sabe? Depois o mundo amadurece a gente, sabe? e nisso eu fiz curso de aperfeiçoamento. E só curso não basta não, sabe? Muitas vezes a empresa dá cinquenta cursos e tem pessoas que não tem respeito ao ao ser humano, ao idoso, né? Que é que é mais desprovido a a. A criança, né? A deficiente. E assim a gente via um uma pessoa especial entrando dentro do ônibus. Às vezes eu eu olhava assim e tal. Eh tardecer, né? Sempre ajudei o. Eu acho que isso veio de mim mesmo, né? Deus me deu essa esse dom de de não ser perfeito, mas procurar ajudar um pouquinho a todo mundo. Aí eu saí dessa empresa e fui embora. Depois de seis anos, fiz um acordo, né? Fui embora com a minha mulher. Minha mulher é daqui, a família é de Minas e. E a Imagina acostumar num lugar daquele. Primeiro o sol, né? O sol lá é é de rachar. Fiquei seis meses e vim embora para cá de novo. Entrei nessa. Deus é tão maravilhoso. Deus sempre abre uma porta de emprego para mim. E eu não imaginava um monte de gente procurando emprego. Eu fui agraciado. Assim, então eu posso dizer que eu sou escolhido de Deus, né? Não me envergonho. Essa
Desculpe, e essa você tá trabalhando atualmente?
Essa eu estou atualmente.
Você esperava alguma coisa diferente dessa empresa?

o que é que você esperava? Ah
A gente vê a empresa de um grupo muito grande em São Paulo né, acho que tem quatenta anos no ramo de transporte. Então, assim, eu esperava que a empresa fosse eh a empresa é mais organizada e tudo. Eu esperei tirar um proveito melhor da empresa. Agora eu eu falar só mal, eu eu trabalhei um ano e oito meses antes de me afastar né. Eu esperava que a empresa né, pelo que eu eu eu desempenhei com eles né eu assim, primeiro era uma obrigação minha tratar o ser humano como ser humano. Eu eu eu tinha orgulho de de começar a trabalhar. E tinha universitários, né? E universitário não querendo eh eh pôr os outros embaixo é. Educado, né? Assim, o pessoal é gostoso.

Eu aprendi coisas novas com eles, sabe? tudo jovem, ele era maravilhoso. Tinha um rapaz especial, né, que eu eu, graças a Deus, assim, nunca fiz isso para para o homem olhar que eu tava fazendo aquilo. Eu que Deus olhasse, que me abençoasse, que eu ajudava a atravessar o semáforo, já que aqui no Brasil é tão difícil para deficiente, só tendo um para saber a dificuldade e que é ser deficiente no no nesse país. Ele é deficiente visual, como é que vai atravessar um semáforo, como vai saber que ele tá verde? como vai saber que ele tá vermelho, né? A Aí eu eu tive, eu mandava o motorista parar, eu falava, para aí, o pessoal eh eh, ninguém é especial, atravessava ele o farol. E sem e sem esperar nada de ninguém. Só que quando eu chegava dentro do ônibus, estavam esses universitários de novo. E todo mundo aplaudia, assim, poxa, eu me sentia tão gente. E eu queria sempre mais, queria sempre ajudar mais. Porque eu queria, assim, o reconhecimento de Deus, das pessoas, não tanto da empresa. Hoje a empresa nun nunca reconheceu isso. Mas as pessoas viam em mim, assim, que não só pelo salário que eu recebia, Mas, assim, pelo ser humano, né, que eu eu olhava assim, poxa vida, né? Já pensou Você se imagina no lugar daquela pessoa, tendo que atravessar um sinal, sem saber o que está acontecendo no mundo, né? Então, se você não fizer a sua parte como ser humano, Deus te cobra.
E hoje você é cobrador é hoje de uma outra empresa ou é a mesma empresa? Eh

É seu cotidiano? O horário que você acorda, onde você almoça, como é que é?

Hoje eu tô afastado, mas era assim.

Meio dia e cinquenta e quatro. Era maravilhoso. <sucks teeth> Assim, sabe? Pudesse voltar atrás e estar trabalhando. É tão digno trabalhar. Enobrece tanto o homem, sabe? Seu trabalho. E só que a gente tem coisa na vida que a gente não não opta, né? Elas acontecem. Eu começava meio dia e cinquenta e quatro. Fazia três viagens. Duas horas e... Duas horas para ir, duas horas para Quatro hora.

Hora doze horas e meia. E ia, vinha e vinha e parava uma e meia. Às vezes dormia lá para fazer uma hora extra de manhã, porque eu gostava mesmo, sabe? Tem dia que dava vontade de ficar, só que não aguento, o corpo não aguenta, né? Aí eu eu eu entrava de novo eh quatro e meia, ficava até umas oito, nove horas da manhã. Aí do vinha para casa, tomava um banho, dormia. Né e depois ia de novo, é sempre o mesmo horário. Né é assim quando eu comecei não, não tinha uma linha fixa, mas depois eles me fixaram numa linha que eu cumpria meus horários direitinho e nada mais justo né, já que a empresa me deu emprego eh, de cumprir meus horários. Na vida tudo tem regras né e lá não seria diferente. E assim eu tinha o prazer de, o orgulho de ir trabalhar para mim ver pessoas né, para eu ver pessoas. para eu estar em contato com com o mundo. Depois que eu me afastei, eu pensei uma coisa. Eu achava que ficar em casa seria uma maravilha. É totalmente errado.
Você lembra se tinha uniforme? Se se tinha que vestir um uniforme da empresa? Não, não
Não era obrigado, não. Ia como você queria. É, a gente era roupa comum, né? Também não gostava de uniforme. <laughs> <laughs> Eu olhei tudo certinho não não...
Você lembra do seu primeiro salário? O que é que você fez com ele? Lembro o que é que você comprou, juntou?

Uma cama. Eu não tinha cama, eu dormia no chão, assim, num colchão, né? Eu não tinha cama, comprei uma beliche. Assim, quando eu recebi o primeiro salário, eu não tinha salário na onde eu morava, né? Não tinha emprego. Primeiro que não tinha emprego. Aí, quando eu recebi o prime o meu primeiro salário, hole holerite, né? Lá chamava de contra-cheque, só que eu não tinha nada, né? Nem cheque, nem cartão, nem nada.

Ela falou se eu gar ganhasse cem, gastasse cinquenta e guardasse cinquenta para um futuro. Porque eu podia precisar e de fato hoje eu estou precisando e eu não gastei, eu não guardei esse dinheiro. E assim, eu comprei som né no segundo salário. Nossa, era foi foi uma coisa maravilhosa o meu salário. O meu salário foi muito bom e a. Assim, eh eu me senti outra pessoa. Eh não era muito, mas para mim era que eu não tinha na re renda nenhuma né. Assim, era só eu. E, assim, eu conquistei minhas coisas, né? A gente tem sonhos, né? Na vida, a gente sonha com tanta coisa. Eu eu queria ter uma família. Eu pensava que um dia eu ia ter uma família, né? Falei, então, vou comprar minhas coisas. Fui comprando as poucos, Tê Vê, som. Meu sa meu salário era para empregar todinho nisso.
E você disse que queria conhecer... gostava de conhecer pessoas, né? Gostaria de voltar por causa disso. Você conheceu muitas pessoas no seu trabalho? Fez amigos?

Conheci muitas pessoas. Hoje eu não as vejo, né? Assim, porque... Pessoal vinha do serviço, né? Tem duas moças que eu que eu tenho um carinho muito grande, que eu nunca mais as vi. Eu Elas gostavam tanto de mim, assim... Assim, com respeito, né?

Assim, elas, nossa, vinham do meu lado.

Gostava de ir comigo, porque a gente brincava bastante. Eu nunca fiz acepção de pessoa. Primeiro que eu não sou Deus. Se ele quer Deus, não faz, imagine eu, né? E brincava e queria namorar comigo. Aquela brincadeira, sabe? Brincadeira sau saudável. E assim, depois que eu me afastei, essas pessoas hum... Perdi o contato com elas. Eu sinto muita falta porque, assim, eu conquistei aquelas pessoas, né? Ah eh aquilo foi aquilo era muito bom. Hum eu tinha muitos...
Você disse que você teve pessoas importantes que te ajudaram durante a vida, cunhados, né? E essas pessoas hoje aqui em São Paulo, você consegue encontrar? Vocês se reúnem de vez em quando?
Então, essas pessoas são aqui mesmo, né? Eh

Assim, quando eu fiquei es nessa época sem energia, que meu filho ficou lá no hospital, eu fiquei na casa dele. Ele nunca fez cara feia, ele via eu com meus filhos, via a minha situação, né?

Encontro, eu tive na casa da minha cunhada, e ela mora aqui em São Paulo. E eu estive na casa dela, ela me ajuda muito. Ela sente um carinho muito grande por mim. Porque eu eu procuro ser a cada dia uma pessoa melhor. Do que eu mesmo, né? Do que eu mesmo, não do que os outros, né? Eh eles me ajudam muito. Minha família, minha sogra, não posso não esquecer minha sogra não. minha sogra <laughs> fica brava. Minha sogra me ajuda. Briguei tanto com a minha sogra, sem ter um conhecimento. E E hoje, nossa, minha sogra é é um achado.
Nós estamos finalizando a entrevista. Tem mais alguma coisa que você gostaria de contar, que a gente não perguntou? Eu acho que eu contei, falei.
<laughs> Quando eu falo, o pessoal tem a costume dizer que que eu falo bastante, né? Muito expansivo. Eu até tive o curso na empresa para para diferenciar os clientes. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, né? De ter conhecido pessoas maravilhosas, né? De ter sido tão bem recebido, tanto pelo telefone, como pessoalmente, né? E dizer que de só de eu estar aqui, para mim é muito gratificante que outras pessoas busquem a Deus, né? Não posso esquecer jamais. Eh Busquem a Deus, independente de suas religiões, porque só Deus salva. Se hoje eu sou o que sou, se eu sair do lodo, é porque Deus me resgatou. Busquem a Deus, só isso. Busquem a Deus, porque Deus é tudo.
Nós que agradecemos a sua presença aqui.

Gravando fala mais

E qual a sua